Data de nascimento? Vinte e seis

Eu fui registrada em Americana, que naquela época ainda era Vila Americana, é na região de Campinas.

Eu tenho

Imagina, coitado do rapaz, né?

Aí eu estou até pronunciando errado, né? Você está anotando também Está anotando nada, Não está nada, Estou dedando, viu? Cuidado comigo, viu?
<laughs> Eh, e qual a origem deles, dos seus pais, dos seus avós? Como é? A origem deles, onde. Bom, eles fo

emigraram para os Estados Unidos da Inglaterra. Seria a Escócia mais

Mas aí a gente perdeu nas <laughs> Da Escócia ou da Irlanda.
Sei e aí eles foram para onde, foram para os Estados Unidos? É isso? Hã? Eles foram para os Estados Unidos? Ou da Escócia para. Para os Estados Unidos
É que lá o O que é que houve?

Acho que houve uma grande, na Irlanda, houve uma grande eh, eh eh, sabe, o pessoal morria de fome lá. Demais. De fato, chegavam a morrer de fome. Então, um, devia ser um lá da Pensilvânia, nos Estados Unidos, cedeu umas terras para esse pessoal emigrar para os Estados Unidos e fugir daquela, pelo menos ali eles iam ter o que comer, né? Diz que tinha muito, pe, os perus eram selvagens naquela época. Você ia lá na no mato, pá, pá, matavam dois perus e trazia para a janta. Segundo me contam. Por que? seus pais. Porque Aquela guerra de secessão. Sim Ouvi falar, foi uma guerra

Estados do Norte, que eram âh, manufatureiros, E o pessoal do sul, que tinham grandes plantações de algodão, grandes fazendas de algodão, e tinham, então, a mão de obra escrava. E, com aquela guerra de secessão, acabaram com os escravos lá. Então eles, foi um grupo deles lá que veio para cá, inclusive procuraram Dom Pedro e tudo mais, e conseguiram, então, virem para cá, porque aqui tinha mão de obra escrava. Coitados, né? Você vai fazer, infelizmente Eh eu não vi essa parte.
<laughs> E aí eles vieram direta diretamente para Americana ou foram para outro lugar? Não, para cá. Tinha alguns que foram para o norte
Nordeste Mais para o norte, mas eu acho Que era uma, um uma turma pequena, um grupo pequeno. E depois também foram para o sul. Também um grupo pequeno. Mas o grupo maior mesmo veio para ah, Americana, Santa por ali.

Eu nasci. Fui registrada em Americana. Nasci num num algum matinho por lá.

Algum sítio

Não, não Eu tinha, o quê? Uns quatro anos quando nós mudamos para São Paulo. Ah. Eh.

Cinco anos, então, que eu tinha, né? Eh. A senhora mudou para onde, para que bairro? Aqui em São Paulo. Nós ficamos em casa de uma tia minha, talvez umas duas Umas duas, três semanas ficamos lá. E depois mudamos em bai, vive moramos em vários barros, bairros. Inclusive, depois de casada, fui mudar, morar em Santo André, porque naquela época eu trabalhava na General Motors, que era em São Caetano, a se <coughs> a série deles. E São Caetano era um lugar ruim de morar, então nós morávamos em Santo André. Meu marido trabalhava na go, na, na Firestone, uma fábrica de pneus.

Mas antes de casar, quando a senhora era bem pequenininha, que que a senhora lembra aqui da sua infância em São Paulo, como é que era A senhora lembra da sua casa. De São Paulo sabe o que eu lembro?

Era

Tinha lampião de gás ainda naquela época, né? Então passavam os homens acendendo os lampiões de gás.

Intrigadíssima com aquilo, né? Como é que O que que o homem vai fazer lá para acender? Acender a luz, né? Era justamente, ele estava lá com a varetinha dele para acender os lampiões de gás. Isso aí que ficou na minha lembrança. Se eu viver cento e dez anos, eu ainda vou lembrar daquele homem <laughs> acendendo o lampião de gás.
Eh. E a casa

Minha casa? Em Santo André. Era uma casa térrea.
Não, aqui em São
Ah, em São Paulo? Ai, nem sei. Em São Paulo. Sabe, criança não nota essas coisas, né? Tem Bata até a cama até, até a comida, chega.
<laughs> A senhora tem irmãos? Hã? Tem irmãos? Irmãos

Eu acho faleceram todos. Será que já faleceram todos?

também já faleceu.

A senhora era a mais nova? Eu era a mais nova, é. E a senhora nessa época brincava na rua? Tinha muitos amigos? Quais as brincadeiras que a senhora mais gostava?
Sei lá, rapaz. Você faz cada pergunta indiscreta. Em geral, menina gosta de boneca, né? Mas eu gostava também, sabe, amarelinha, aquelas coisinha de cri, de moleque mesmo, né? Sabe do que eu gostava mesmo? Era de andar de perna de pau. Você já andou de perna de pau? Olha, é uma maravilha. Meu pai, então, fazia os bem baixinho, depois fazia mais altinha. A arte dele é fazer perna de pau para mim. E tinha uma que era alta desse jeito. Eu andava direitinho. Quer dizer que era coisa de moleque, né? Coisa de menina, não sei se eu tinha. Tinha boneca, sempre, né? Uma bonequinha tem, né? Bom, de início, nós morávamos numa pensão na rua Conselheiro Furtado, que minha, era mais ou menos perto de onde minha, minha mãe trabalhava. E E minha mãe, preocupada, onde é que ela ia me mandar estudar? E falando com o senhor lá na pensão, ah inclusive ele era um advogado, não lembro mais o nome dele agora.

Minha mãe diz, imagina, de inclusive lá perto tinha uma uma igreja, igreja metodista central, e lá tinha escolinha E que a ideia da minha mãe era botar eu lá.

E, de fato, naquela época, o grupo escolar era muito bom. Eu tive uma, uma base muito boa. Você sai de lá com uma base boa mesmo, viu? Pelo menos na minha época, né? Agora também, as coisas já de desandaram tanto que a gente nem sabe mais, né?

Como é?

Eu só me lembro que tinha uma professora, era muito chique ela, tinha umas unha desse tamanho assim, e dava cada unhada <laughs> na orelha das crianças. Judiação, né? <laughs> Olha Uma judiação. Só me lembro dessa parte ruim aí. Sei. Porque das partes boas a gente não lembra. Eu que me lembro que tinha uma menina, olha como são as coisas que a gente grava, né? Ela andava sempre de com um gorro, É que ela tinha tanto piolho, tanto piolho, que tinham feito até ferida na cabeça dela. Isso aí eu gravei. Coisa, né? Mas imagina para a menina ter tanto piolho assim para chegar nesse ponto. Bom, agora hoje em dia diz tem uns remédios maravilhosos, né? Apesar que em Santo André nós conhecemos uma moça Imagina, americano com piolho na cabeça, não é possível. Eu sei que ela começou a ter uma coceira na cabeça, tinha um cabelo grande assim. E a gente ia para, de de de Santo André para São Paulo de trem. E ela começou a ter umas coceirinha no na cabeça. E foi no, foi no médico ver o que estava acontecendo com ela. você está com piolho na cabeça. <laughs> Era toda cheia de tec, tec, tec, tec. <laughs> Agora eu acho que ela deve ter posto esses cabinho, coisa pa parecida, e acabou com os piolhos.

E aí a senhora estudou nessa escola até quando? Até que que grau, até que ano?
Não eh, era um curso de secretariado, era um curso de cinco anos. E isso foi quando? nem lembro as datas mais Bom, eu saí de lá, eu tinha dezes, de dezessete para Dezoito. E aí eu fui logo trabalhar, porque eu estava louca para trabalhar, né. Nossa Senhora! Você imaginou estar louco para trabalhar? E aí eu fui trabalhar numa uma firma que eh, era representante de equipamentos, equipamentos para a lavoura.

Mas trabalhei lá uns meses lá. E depois de lá eu fui para a Goodyear. Sei. Que era a fábrica de pneus. Fiquei na Goodyear sete anos. E depois da Goodyear, então, eu fui para a General Motors e não saí mais. Só saí para me
<laughs> Então, o primeiro trabalho da senhora, a senhora tinha dezessete anos, é isso? Dezessete anos. É, é. Morava em São Paulo, né?

Em São Paulo. Em São Paulo.
É. E a senhora já era casada? Hã? Já era casada? Não, eu casei

Vinte e quatro anos.
E seu marido eh era daqui, é daqui, de São Paulo? Não, meu marido eh
Meu marido era americano. E eu, por acaso, tinha umas uns amigos que eram os amigos dos pais dele. E eu me encantei realmente com os, meus so, minha sogra e meu sogro. Minha É engraçado, né? Mas...
Por que a senhora se encantou com eles? O que que eles tinham

A casa deles era bonita, bem arrumada e tudo mais. Quer dizer, que a gente gosta dessas coisas, né? E para nós, na minha, de minha parte, era tudo meio jogado, jogado fora, aquelas coisas assim, não tinha Não era nada bonito, digamos, né? Mas ah, então, eu me encantei com eles, né? E, aliás, eu e minha sogra nos dávamos muito, muito bem.
Eram vizinhos da senhora?
Não, não, não, não. Tsc tsc tsc (som de negação/reprovação). Eu conheci umas. Nós tínhamos umas, uns amigos que eram vizinhos deles. Aliás, eles moravam numa rua, eles. E o meu sogro morava numa rua na frente. Mas era gente muito legal.

Legal. E aí, a senhora começou a namorar o seu marido, como ele chamava?

Que ninguém ia se chamar.

Então, o pessoal, nós tínhamos uma casa na praia de, anos depois, e o pessoal lá chamava o meu marido, senhor

Ele era senhor

<laughs> Mas era muito Quarenta e um?

É, se eu tinha vinte e quatro anos, meu marido tinha vinte e seis. Eh, se eu nasci em dezenove, com vinte e quatro anos, quanto que eu tinha? Dá vinte e três

Faz a conta aí. De dezenove para vinte e quatro anos. Quarenta e um

Quarenta e um Aí foi quarenta e um.

Né, acho que foi quarenta

Você não sabe nem fazer conta. Reprovada. Reprovado.
<laughs> Em mil novecentos e dezenove que ela nasceu, mais vinte e quatro anos, que ano que dá? Quarenta e um

Mais vinte e quatro. Quarenta e três. Quarenta e três, não é? Quarenta e três. Quarenta e três, mil novecentos e quarenta e três. Eh

Voltando um pouquinho, na época jovem, a senhora jovem, como que era a diversão da senhora, como que você conheceu o seu primeiro namorado primeiro namorado próprio marido, não? Ai meu primeiro namorado
Eu tinha até esquecido pelo amor de Deus. <laughs> Nem sei como é Mas a, eu acho que ele era muito boboquinha.

Eu sei que ele trabalhava, ele que trabalhava na International Harvester. Ele que me levou para
Lá. Vocês se conheceram lá? Ah, não, conhece, ele levou a senhora lá. É.

E ele foi esse primeiro namorado
Que era meu namorado

Lembro o nome dele. Olha que coisa, né? a gente esquece. Mas ele era muito boboquinha. Você anotou aí que era
E a diversão da senhora? <laughs>
<laughs> E aonde a senhora ia, ele está perguntando, aonde a senhora ia namorar, a senhora se divertia aonde com ele? Era mais, naquela época era mais cinema, né. Eh
cinema Eu nunca fui de se fazer esporte. Bom, aprender a nadar. Aprendi a nadar sabe onde? No Esporte Clube Corinthians. Olha. Era aí no Rio Tietê. Você imagina, olha como era. No Rio Tietê. E para a cri, para a criançada aprender a nadar, eles tinham o que eles chamavam de coxo, coxo. Era como se fosse sabe um um quarto, uma coisa que jogava na água, e a criançada aprendia a nadar lá dentro. Sei Assim não tinha perigo de morrer afogado, né?

Olha, eu sou corinthianos, hein? Até hoje é corinthiana?

Sou São Paulina agora. Elite só pode ser São Paulina, né? Até meu banco é da elite.

Santo André? Isso que eu não lembro. Não, eu acho que nós ficamos morando lá com os pais dele. Ah, sei. Um pouquinho. Mas foi só questão de uns dois, três meses, quando muito. E aí, então, como já tinha âh, acabado a guerra. Hum. E eu tive a oportunidade de conseguir um emprego na General Motors, foi em. Aí meu marido também conseguiu um em, um emprego na na Firestone, que era de pneus, que era em Santo André mesmo, então nós
Para lá. Ele fazia o que lá na Firestone? Ele
Ele era supervisor lá na área de Manufatura. E aí,

A senhora mudou para Santo André, já trabalhava na General Motors então? Como é?Já trabalhava na Da senhora? Já, né?
Foi em, quando é que quarenta e cinco, né? Foi logo depois da guerra, foi. Eh E eu adorava lá. Nossa

Era muito, muito muito bom. Pessoal, muito liberal, e a gente tinha muita amizade entre os chefes e o os os funcionários. Agora é um tal de cada um quer quer subir mais, mais do que o outro né, sobe nos ombros a, pelos ombros dos outros, pisa em cima, joga para baixo. pisoteia. Mas isso é quase que geral, né? O pessoal hoje em dia. Aquela época era muito boa, muito boa mesmo.

Como era para a senhora assim, porque lá devia ter poucas moças né trabalhando, poucas mulheres trabalhando? Não, muitas, eh

Inclusive, nós tínhamos uma salinha. A gente chamava Nosso toalete chamava de salinha. E lá tinha um um armário grande E naquela época todo mundo usa, andava de âh, calça comprida, nem se pensava, né? Eh Era eh sapato alto, meia né, e chapéu. Então, nessa nesse armário, na salinha, tinha aquelas as formas, você tirava o chapéu e guardava o chapéu na forma. Imagina, coisa, né? Eh, interessante.
A senhora lembra do primeiro dia de lá? Como foi?
Foi interessante. Meu meu, meu primeiro di dia de trabalho foi gozado. Porque quando eu fui admitida, era para trabalhar para uma pessoa. Depois, nesse meio tempo, ou ele já tinha arrumado uma, só sei que foi uma confusãozinha lá qualquer. E tinha um outro diretor que estava nos Estados Unidos, ele estava chegando de lá, e tinham admite admitido uma pessoa para ele. Pelo jeito era feinha, assim, sei lá o que que era. Eu era mais bonitinha. Ah, bonitinha, pode acreditar. Então, quer dizer que ele não, que não quis saber daquela feinha. Ele quis ficar comigo.

Mas eu e ele nos demos maravilhosamente bem. Sabe, que questão de gênio, né? E Quer dizer que meu primeiro dia lá foi muito bom.
E como que era a sua rotina lá?
Minha rotina? Uhum A gente tomava ditado, eu fazia muita tradução, isso foi depois, fazia muitas traduções, que houve uma época aqui na General Motors, tudo que você mandava. A sede dela era em Detroit, mas depois para as operações. No exterior. Uhum. A série delas, dela era em Nova York. E tudo que a gente mandava para lá, relatórios, <coughs> tinha que ir em português, né que era feito aqui, traduzido para o inglês. E quem fazia as traduções era eu. Inclusive, uma época, eu trabalhava como tradutora. Para, porque, sabe esses tradutores juramentados? Eles Eles têm várias línguas, mas eles não sabem todas aquelas línguas. Então, eles têm pessoas que trabalham com eles. E eu trabalhava com dois tradutores, inclusive um, ele era mais ou menos o tal, né? Ele cobrava mais pelas traduções, era eu que fazia, e ele cobrava mais. E eu fazia para o outro. Era a mesma tradução, a mesma pessoa fazendo traduções, e o outro cobrava menos. Então ah, inclusive, esse que cobrava mais, ele ficava danado da vida. Ele achava que eu devia cobrar o que ele, o que ele me pagava, o que eu devia pagar desse outro. Mas eu tinha pena desse outro, meu coitadinho. Era lá do sul, uma coisa que, que ele querendo subir na vida, eu só dava uma chance para ele, né? Mas era muito legal. O que eu, sabe o que eu adorava, sempre gostei demais? Sapato. Eu só sei que nessa, na na em São Paulo, na Rua Direita, logo no comecinho da Rua Direita, tinha uma casa destre. E tinham sapatos finíssimos lá. Então primeira, primeira coisa que eu comprei, para mim, foi um par de sapatos na casa. Foi uma fortuna. Para mim, na época, uma fortuna.
<laughs> Mas pôde comprar com o primeiro salário. É
Não foi só isso que deve ter sobrado alguma coisa. Uma coisa, eu sempre ganhei muito bem. Sempre ganhei muito bem. Bom, também eu adorava o que eu fazia. Quando você gosta de uma coisa que você faz, você faz super bem, né?
Do que que a senhora gostava de fazer? Hã? O que que a senhora gostava de fazer?
O que eu fazia.
Trabalho. O que que a senhora mais gostava de fazer no trabalho? Hã? O que mais, a senhora mais gostava de fazer no seu trabalho? Eu
Tudo. Tudo. Serviço secretária, né?
Conta um dia para a gente, um dia de trabalho. Como é que era o seu dia de trabalho? Começo do dia
Trabalho era pior

Tudo quanto era abacaxi vinha de uma vez, assim <laughs> Enquanto você mal abriu a mesa, já começa a cair abacaxi em cima de você, você já vai ficando meio tonta né. E tem que se controlar né, porque, afinal das contas, não pode estar descarregando nos outros. Mas era muito legal, muito legal.
Então, aí chegava de manhã, via essas coisas que tinha para fazer, e que mais? Como era mais? O dia assim de trabalho, como? Depois o o meu
Chefinho lá que era que era uma loucura, mas eu acho que eu devia ser rabugenta também, porque nós nos dávamos muito bem. Mas sabe o que foi? Ele tinha um assistente, que inclusive era um rapaz. desce, descendente de ingleses, mas nascido na Bahia. Quer dizer que na realidade ele era baiano. Então esse meu chefe, em vez de me chamar para alguma coisa, ele chamava primeiro o danado do assistente. E o assistente que me chamava. E eu sei que eu impliquei com disso, com com isso. E um dia eu estourei lá com ele, mas estourei mesmo feio. o senhor não me faça isso mais nunca. Eu acho que com isso ele pensou, pô, essa mulherzinha é brava, né?

Aí <laughs> começou a ter contato direto comigo. Cortou lá o o baiano. <laughs> Apesar que eu e o baiano éramos muito amigos, né? Mas que diabo, né? O chefe te chamar, chamar um assistente para te chamar para ir lá para tomar ditado, né Para mim não dava. E como eu era meio estouradinha, eu tinha um gênio muito ruim. Agora com a idade que ele me amainou, sabe? Não vale a pena. Já sou mais

A senhora lembra de alguma situação engraçada, alguma situação eh forte, assim, que a senhora gostaria de contar, de um de uma situação do trabalho? Não. Não? Eh, realmente não. E

Tinha uma moça lá que, durante a guerra, inclusive eu acho que ela. Porque quase que fecharam lá durante a guerra. Porque era, eh tudo era importado, eles importavam o os carros e completamente desmontados. E Mas, por exemplo, em lotes de Doze. De um caixas grandes com doze capôs, doze não sei o quê, doze não sei o quê. Cada caixa era. E então, aqueles eram montados aqui no Brasil. durante a guerra não podiam importar Mas o que me, eles mais faziam eram carroce carrocerias de ônibus. Sim. Que eram feitas de madeira. Quer dizer que não podiam importar, né? Quer dizer que eu entrei em quarenta e cinco, foi quando tinha acabado a guerra.

E na Goodyear eu era muito paparicada, muito, muito, muito. Então o pessoal dizia, nossa, você vai sofrer lá na General Motors. E justamente lá durante a guerra, a gente estava quase parado, e tinha uma secretária ela, ela era muito eficiente, mas era uma E ela deve ter, tinha uma ra, uma raiva danada de mim, porque ela tinha sido a tal, né? E depois, quando eu entrei para trabalhar para o o diretor-gerente, eu era mais do que ela, vamos dizer na Então, ela tinha uma raiva de mim e não me ajudava, me prejudicava em tudo que era possível prejudicar a tome

E tinha um, tem pé na cozinha lá e tudo mais, mas eh escondia o pé do cozinheiro Eu não tinha nada a ver com o pé na cozinha dela também. Mas a questão é que o meu chefe era chefe dela. Era chefe do chefe dela, que ele era o chefão, né de todos. E Então tinha essa esse inconveniente. Eu não ligava para ela, <laughs> ela, mas ela ia almoçar com as colegas dela e tudo mais. O certo seria ela me convidar para almoçar com eles, né, com elas. Nunca me fazia isso. Quer dizer que o que ela podia fazer para me perseguir, ela fazia. Mas é que eu não tinha muita força. Meu chefe me apoiava em tudo e eu satisfazia plenamente né, porque você faz o que você gosta, você faz o melhor possível. Você anotou isso aí? Você está fazendo o mais possível? Muito bem, ele merece um aumento. Está saindo tudo isso que eu estou falando? Toda essa bo bobagem vai estar saindo aí? Ai, que horror. Desliga, desliga.

Não dá para desligar?

Nossa senhora <laughs> Então, e aí a senhora teve teve filhos enquanto trabalhava? É, eu trabalhava
eu tenho duas filhas.
É. Como elas se chamam? Ah

Elas têm dois anos de diferença entre elas. E naquela época eu tinha uma empregada muito, muito, muito boa. Eu sempre tive sorte de ter. Não eram boas, assim, de ótima cozinheira e tudo mais, mas eu digo, mas muito boa, de muito leal. Então, para mim, criar as minhas filhas não foi problema, aliás. Quem criou foram as minhas empregadas. A

E a outra, nem lembro o nome dela, era uma pequitica desse tamanhinho assim. <laughs> ajudou a criar as meninas. É E a minha filha mais velha é médica.

Esse negócio de mar, como é que a gente chama? Instituto de Oceanografia.

Muito mais inteligente também.

Um grande cirurgião E ela fica meio assim, diz ah, aqui em casa só tem um médico. Ela nem título de especialista, ela não tirou? Quer dizer, que quem bobeou foi foi ela, né?

E tem a clínica, eles têm a clínica deles também muito bem montada. Nossa, ele é muito legal, muito bom. Você precisando de um cirurgião, te recomendo.
E aí como que era a vida Trabalhando todo, trabalhando o dia É. E criando duas crianças, mesmo com a ajuda da da da moça, da empregada, como era? Era

O pior é que nós tínhamos um vizinho. Aliás, era parede e meia da casa da Não era parede e meia porque não eram, eh separadas as casas né. A minha casa era grande e a dele era um sobrado pequeno. Mas e ele era chefe do pessoal. Hum. Lá na General Motors. E o pior é que o a filha dele e o filho estavam sempre lá em casa também.

Você vê se pode.

Inclusive as crianças dela não podiam entrar dentro de casa para não sujar a casa. mas podia ir na minha casa fazer o que quisesse fazer.

Eu sei que é interessante, mas foi tudo muito bem.
E aí hoje elas estão, elas, a senhora têm netos também, né? Hã? Tem

E quando eu vi, de repente, o o. o o menor, era menorzinho, ele deu uma esticada, alcançou o irmão, eu disse, nossa, Gui, o que aconteceu com

<laughs> Mas muito legal, eh. E a senhora

Então eu ia para Campinas no no dia que ela ia, que ela tinha consulta nessa, nesse outro

Sabe, criança com com fralda assim, era mais fralda do que criança.

Bonitinha mesmo E agora

Ela é uma moça muito legal. E a senhora influenciou na carreira das dos seus filhos? Hã? Influenciou na carreira profissional dos seus filhos, a senhora? Eu?

Se viraram lá. Mandei para a escola e agora se vira.

E aí ela fez âh, defendeu tese de doutoramento. Por isso que ela é , é pê agá dê, né. Muito legal. Ela é muito esforçada.

A a senhora escolheu ser secretária por por também. É porque a minha mãe, eu não queria ser professora, de jeito nenhum.
Então, eu queria ser secretária como minha mãe. Agora, minha mãe era um um caso excepcional. Nossa! Eu tenho uma admiração profunda por ela. Por que que ela era um caso excepcional? Ela por Nós morávamos. No sítio, né? E não saía daquilo, né? Precisava de chuva, fazia sol. Precisava, fazia chuva. Eu só sei, eu sei que o pobre do meu pai não tinha sorte. E minha mãe, acho que cansou daquilo, sabe de uma coisa? Eu vou mais, vou vou mais, né? Mudar para São Paulo. Ela comprou uma máquina de escrever de mil Acho que era uma Underwood que ainda existe, nem sei se existe essa máquina. comprou um método de datilografia, comprou um método de ca taquigrafia, um tal de Pittman, que é dificílimo isso aí, dificílimo, eu não consegui aprender, eu aprendi uma uma, uma mais fácil, uma tal de Gregg. <laughs> Mas a E aí ela foi trabalhar na na Light, que era âh, o o. Também é verdade que o superintendente das oficinas da Light, que é onde eles faziam os bondes, faziam a manute manutenção dos bondes, etcetera., era o senhor lá também de Americana, ou de Santa Bárbara, né? Então ela foi trabalhar com ele. Sei. É. E para mim aquilo era o máximo, né? E aí, por isso que eu fui tra, estudar na na Alves Penteado. Podia ter ido estudar no Mackenzie, mas no Mackenzie eu tinha que tomar duas condições. E a mensalidade era mais cara também, porque a minha mãe sustentava todo mundo, né? E lá, por exemplo, ela trabalhou, não sei o o quantos mil anos aí, ganhando aquele salário com que ela entrou, não não aumentavam nada.

mil réis.

Era pouquíssimo, aliás Você fica oito anos ganhando aquilo, né? Quando você entrou era bom, né? Mas depois de oito anos já não é, né? Agora, como eu disse, eu sempre ganhei muito bem.

Muito bem. E hoje, o que que a senhora gosta de fazer?

Dormir? É <laughs> Você pôs aí?

Eu gostei do seu sapato, deve ser bem Ele é bem cômodo mesmo. Bem cômodo,

Né? Hã? A senhora Gosta de sapato
Gostava, né? Mas olha eu agora que esse tipo de sapato eu. Eu tenho um problema, está vendo a minha perna como é? Eh

Como é que a gente chama aquele negócio? Um problema circulatório.
Varize, não?

Esqueci do nome

Então o que que a senhora faz hoje? Eu? O que a senhora

Lá onde eu moro, você não não conhece a, seria interessante a senhora fazer uma reportagem sobre aquela sociedade. Sociedade beneficente alemã. Muito, lá é, lá é muito bacana, sabe? Tem Tem a gente que está muito bem lá, tem gente que está bem lelézinha, mas tem uns bem lelézinho mesmo, vida, bem lelé. E tem outros mais ou menos, né? Eu, por exemplo, eu me considero considero cem por cento, mas não sou também, porque eu esqueci lá aquele nome. <laughs> Mas é um lugar muito interessante. interessante uma reportagem sobre eles lá. Eu acho, pelo menos.
É um lugar bonito? É um lugar que tem jardim, a senhora gosta. Como é? É um lugar que tem jardim? Lugar que Nossa

Lindo, lindo Lindo, lindo eh, e Muito bonito. Muita árvore. Muita Tem, até tem uns bichinho lá que sobem na árvore lá, aqueles bichinho, serelepe, é serelepe que chama aquele Ah, um bichinho tão <laughs> tem o cisne.
É. E a senhora dorme, eh fica lá o dia inteiro como? Hã? A senhora fica lá o dia inteiro, o tempo todo lá? A senhora mora lá?

visitar, né? Tem uma senhora que é uma espe, uma espécie de gerente lá, né? Aliás, o gerente mesmo é homem, dizia ela, aqui mulher não pode ser gerente, tem que ser homem. É, mas era assim.

Eu disse, ah então tá bom. Fui lá, gostei, eu disse ah, eu venho para cá, então. É um lugar muito bom para morar. Como eu falei, a gente só não ligar para esses maluquinhos, né? E tem uns bem maluquinhos mesmo. <laughs> Tem um, tem um senhor

Alzheimer, não Alzheimer é quem
Treme, né. Não, esse é mal de Parkinson, quem treme é mal de Parkinson. Alzheimer é aquele que não. É da cabeça, então, é é Alzheimer.
Então, eh ele é bem maluquinho. Eh É casado, a mulher dele mora lá. E a mulher dele é Você nunca viu uma pessoa mais feia que aquela mulher.

E eu peço para vocês me levarem, ninguém ninguém me atende.

Mas ela é muito feia, muito feia, é metida. Sabe o que a gente tem muito lá, que, aliás, eu acho muito interessante? Umas atividades são bem interessantes. Hoje, hoje por exemplo, às quatro horas, se eu chegasse em tempo, ainda iria. Tem uma, um uns debates. Então, a gente, de fato, tem que usar a cabeça para participar.

Ela acha que sabe tudo. Mas pega o currículo dela e o meu. Ela devia ficar quieta. Porque o meu currículo, desculpe, desculpe o quê? A arrogância. Mas o meu currículo é muito bom. Ah Comparado com o dela, eu acho que ela mal sabe ler e escrever. Mas tem um mel aí, eu acho que ela quer ver que dá gorjeta para todo mundo, né? É proibido dar gorjeta lá, mas que ela vai. E como eu digo, o ma o marido dela, todo mundo gosta do marido dela.

Ele está aqui, eu viro para lá.

Tenho pena dele, mas não, fica nisso só. Mas eu acho que ele nem sabe.
Quando jovem, a senhora Gostava de dançar? Como que era os bailes na eh
Não, eu nunca dancei muito bem. Nunca fui, sabe? Gostava de dançar, mas não era, não dançava muito bem. Meu marido era pior do que eu. Nossa, nossa senhora do céu. Mas os os bailes eram muito elegantes. Porque lá tinha um um tal de clube inglês, que eu acho que ainda tem, E lá aquele, os bailes eram sabe, muito estilizados, porque o inglês tem uma coisa, eles têm uma classe, uma linha, né. Então os os bailes eram vestido longo né, os os homens de eh smoking né, não é então eh o o dinner jacket, que era o smo, smoking branco né, quer dizer que era tudo muito elegante. Super elegante E orquestra. Não era musiquinha assim de De musiquinha

Desculpe Musiquinha assim de, de, como é que chama E os homens de de smoking, ou então de smoking preto, ou então o dean jacket, que é o branco, né? Muito elegante. Você ficaria muito bem, viu? Mas todo mundo só usa calça jeans agora, né? Calça jeans e tênis. Só eu que não tenho tênis.
E a senhora ia a esses bailes? gostava de namorar? Hã? Gostava de namorar? Era namoradeira?

Eu só tive dois namorados, né? Aquele um que era tontinho, depois esse com quem eu casei. Aquele tontinho era tontinho demais.

Você já imaginou? Coisa horrível, não é? Falta de gosto minha, meu também, né? É que ele era, ele era, ele era amigo de um namorado de uma amiga minha.

Aí, meu Deus do céu. <laughs> Já acabou a nossa. Já. Que que
achou de dar essa entrevista?

Como é que foi para a senhora dar essa entrevista? O que que a senhora achou?
Ah, muito boa.

O Arthur faz psicologia. Ele é muito legal, o rapaz.

Esse aqui é loirão, o outro é morenão.

<sighs> E o que que a senhora sonha? Para a sua vida? Como a senhora vê a sua vida que que Sonha da sua vida? Ah, eu
Estou muito bem de vida. Não faço nada. Quando está frio, eu fico na cama o tempo todo. Eu leio muito. Sabe o que é? Eu leio muito. Sempre fui de ler. Mesmo pequeninha. Meu pai tinha uma revista. Não, eram os livros. Eram mais, sabe, a história de índios, daquela guerra com os índios lá. E eram livros muito, muito bem escritos. Então eu lia aqueles. Aprendi a ler quase que sozinha. É incrível, né? Acho que eu tanto que eu gostava de ler, tinha os livros âh, das e, na aqueles hinários, né, nas igrejas com os hinos, e eu aprendi né realmente quase que sozinha, naqueles livros de hinos. Engraçado, né? Eu acho que a minha vontade de ler era tanta.
A senhora se alfabetizou no português e no inglês? É
Eu leio o inglês, eu não gosto de ler português. Eu não gosto do estilo. Bom, eu não gosto de tradução, em primeiro lugar. tradução As traduções são horríveis. É difícil uma tradução bem feita. E como eu já sei as, conheço as duas línguas, né, aí eu disse, pô. Mas aí eu então, eu prefiro ler em inglês.
a senhora não gosta?
Não, nunca li, nem quero ler. Eu não gosto de literatura, eu gosto desse livro Espionagem, crime. Espionagem, <laughs> crime. <laughs> Ótima leitura para uma senhora de o quê? Oitenta e quantos anos que eu tenho? Esqueci quantos anos que eu tenho. Oitenta e sete? Oitenta e sete Oitenta e sete. É? Fica até feio dizer, não fica? Que gosta de crime.

Espionagem. Eu gosto demais de espionagem. Estou lendo um agora. E sabe o que acontece comigo? Eu posso ler um livro duas, três, quatro vezes. Mesmo lembrando, eu estou lendo um agora que eu já li, eu acho que duas ou três vezes. Estou indo. E estou a adorando Mas é muito legal. O escritor é muito bom também. Que eu gosto
Né. (risos( É de espionagem? É
É de espionagem. se passa na França que, depois que que tinha sido invadida pelos alemães. Então, eles têm o serviço. Como é Então, isso era sobre o pessoal da resistência, que era super perseguido pelos alemães, né? Nossa Senhora! Os alemães s judiavam demais.

A primeira vez que eu o conheci, eu estava sentada, por acaso, no mesmo, na mesma atividade, e ele, a troco, não sei do que, disse que ele era polonês. Aí eu fiquei morrendo de von, de de pena dele, porque eles foram tão perseguidos pelos alemães na guerra, uma coisa de louco, tão perseguidos. Nossa senhora.

Eu ainda tenho peninha dele, coitado. Mas ele, quer dizer que ele sofreu horrores na guerra. Deve ter sofrido. Aliás, o povo dele, né? Será que os judeus tinham que ter uma letra nas costas? Não sei que letra que era, se era jota ou o que que era, que era. Para identificá-los como judeus. Olha, que coisa, né? Nossa Senhora! Muita, muita maldade. Você é muito novo para ter acompanhado isso. Quantos anos você tem? Vinte e um. Hã? Vinte e um. Vinte e um?

Nossa, nem nasceu ainda

Cinquenta e três
São dois anos aí dos dois. Muito bom, a senhora quer falar mais alguma coisa? Eu acho

Está cansada de ouvir? Não. Não? <laughs> Não, acho que não. Já, já esgotei meu, <laughs> meu o quê? Já esgotei meu repertório. Você concorda?
Como é seu nome?

Meu Deus do céu.

Uma menina é, de fato, doçura.

E ela, sabe, eh eh altinha, elegante, uma coisa Muito, muito legal.

Ai, meu Deus do céu. Então eu tinha uma empregada,

Olha essa cabeleira.

Mas eles namoraram um monte de anos lá. E depois, quando se casaram,

E nada de vir menina, né?

Ela é meiga, inteligente, esforçada. Faz balé, gosta de balé. E gosta de esportes também. Ela faz âh, vôlei. Sim Eu nunca fui de esporte, né? No grupo tinha uma ginastiquinha que a gente fazia. Sabe aquela ginástica bem mexerica? Ginástica bem, bem ginastiquinha, assim. Um pé para frente, um pé para trás, aquelas coisas assim. Essa era a minha ginástica. <laughs>
Suas filhas começou a namorar, a senhora implicava, era uma mãe? Eu? É. Não, tsc tsc tsc.

Mas eu não, Namorar, namora, né? Mas ela era namo, ela gostava de namorar.

Foi só aquele um namorado. O único marido até agora

Não há de quê O prazer foi meu.
Muito bem, muito obrigada. Gostei muito.